Trinta e um. Maria, quando foi que a senhora, que a senhora nasceu? Conta de novo para mim. Que dia do mês, do ano? De novembro de, de E trinta. E onde foi? Foi nesse lugar, Lago dos Lago dos Lago dos Baita, município de Manicoré. No estado? De Manicoré. É Manicoré fica emba, abaixo e esse, esse lugar acima. Fica na Amazônia isso? Fica na Amazônia. Aí no Madeira fica para lá de Humaitá. É longe daqui? É um pouco, né? Quanto tempo assim? Daqui para Manicoré, saindo de Porto Velho, no barco. De manhã, de tarde. Se sair de tarde, de manhã está em Humaitá. Quando for no outro dia, nove horas, está lá em Manicoré. Dois dias aqui, então, né Como é que era esse lugar, dona Maria? Era grande? Era um, um Era um lago assim, água parada, não era garapé, não tinha garapé com água corrente, né? Era um lago assim, então era povoado de um lado e do outro, mas todo mundo só trabalhava em roça, e algum que tinha uma estradinha de seringa, cortava a seringa. Era roça e seringa? Era roça e seringa, era só. Tinha muita gente lá? Tinha, muita gente tinha. E o pessoal de lá, como é que era? O pessoal de lá, o sistema era assim. Se tinha um casal que tinha cinco filhos, o mais velho casava, fazia a casa bem aqui do O velho era aqui, fazia do filho aqui. O outro casava, fazia desse lado. Ficava os cinco filho, tudo do lado do velho. O velho ficava no meio ali. Os filho ficava bem pertinho Ficava tudo pertinho. E os seus pais, como é que chamavam?

Eles eram de lá também? Não, minha mãe era cearense, do Ceará. Só meu pai que era de lá, do Amazonas mesmo. E eles tiveram muitos filhos? A minha mãe teve quatorze. Treze Nos quatorze morreu. Ela teve treze filhos. Quando ela teve a conta de quatorze, ela ganhou dia seis de agosto e morreu dia dez. Ah! Minha mãe Minha mãe morreu aqui em Prosperidade dia dez de agosto de cinquenta e dois e minha avó morreu lá onde eu estava dia dez de agosto de e dois. Nossa, dia dez de agosto é um dia. Foi um dia, um dia triste. Então a senhora teve treze irmãos e aí todo mundo ficava assim em volta também? Como é que era? Não, porque nem todos casaram, né? Quando a senhora era criança? O que que eu lembro? <coughs> Que eu era muito gorda, e danada para mexer, para atentar, <coughs> a vida dos outros, conversar. E gostava de uma farra. Era muito farrista. Meu pai levava muito nóis, ele era, bem dizer, o padre de lá, daquele lugar, né? Então, ele ia, nós ia, ele rezava lá a reza dele e quando terminava, só que nós tínhamos que se arrumar antes da reza. Porque se fosse se arrumar depois da reza, ele não deixava nós ir para a sala para dançar. <coughs> Nós tinha que se arrumar, se mudar a roupa, se pentear e tudo, antes da reza. E aí, <coughs> depois da reza, podia ir para a sala dançando das nove da noite até às sete do dia. E qual que era a música? Era <coughs> Violinho, violão. O pessoal de lá mesmo que tocava? Era os tocador mesmo. E a As roupa que a senhora usava, como é que era? Era vestido assim. <coughs> Vestido aqui, comprido. Quem fazia era a minha tia, irmã do meu pai. Ele comprava os corte e ela fazia. O seu pai trabalhava em que, dona Maria? Na roça. Tinha uma estrada de seringa, e ele trabalhava, cortava a seringa e trabalhava na roça, plantando mandioca, maniva para fazer. Mandioca para fazer farinha. E era só, assim. Era só mandioca? Era só mandioca. Plantava só mandioca, cana, tinha outro Quando chegava aquele tempo, fazia aquele mel, eh. E cortava a seringa o. A borracha naquele tempo não valia nada. A farinha, ele fazia trinta de farinha. Hum. Era nove mil réis o ao, o, o, o pandeiro de farinha de duas latas. Naquele tempo não era cruzeiro, era mil réis Era nove mil réis. Ele levava trinta pandeiros de farinha para comprar mercadoria para nós passar o mês. Com nove mil réis vocês passavam o mês? Com Não, era trinta pandeiros. a A nove mil, a nove mil réis é um, um pandeiro. Com aquilo ali, ele os trinta de farinha, ele somava aquilo ali e já fazia o rancho para passar um mês. Era um fardo de açúcar, eh. Ele só não compra, não comprava arroz, não comprava feijão. Feijão, ninguém. Quase não gostava de feijão. Primeiro era peixe, e macaco, paca, cutia, porco, que matava e criava em casa galinha, galinha. Então a comida das seis em casa era o quê? Era car, car, era peixe e carne. Mas carne de porco de casa, carne de galinha. Às vezes ele ia para o meu mato caçar, matava um macaco, um macaco preto, um macaco barrigudo, um macaco guariba. Tudo. Até hoje, de tudo eu como. Até hoje. Mas o que que acompanhava o macaco? Você não comia com arroz? Você Comia. Com, com arroz Não. farinha. Botava ele para amolecer, descascava uma castanha, que o pessoal chama castanha do Pará, descascava, ralava, tirava aquele leite e botava dentro. Rapaz, eu não gosto nem de me lembrar. É muito bom. É Aquilo ficava a farinhazinha por cima, aquilo ficava muito gostoso. Que isso, o macaco? É o macaco. É gostoso? É gostoso. Não tem piché de nada, não tem dizer assim que ele é sebento, que ele é. Não, senhora, ele era muito gostoso. Cozinhava no leite do. Da castanha. Hoje em dia, eu fui a mulher de mais sorte do mundo, que eu nunca, eu tive esses três filhos, eu nunca fui no médico. Se eu disser para vocês que eu agora que fui no médico, que todo mundo se espantou de eu estar internada no hospital, porque eu nunca fui no médico, nem para ter meus filhos. Eu tive quatro filhos com a parteira, uma mulher mais velha de que eu. O resto foi só eu e Deus. Quando meu marido escutava, já era o choro do filho lá para dentro. É mesmo? Era Como é que é que? Eu tinha meu filho, a dor dava e eu estava lá dentro e. E quando ele dizia que ele ia nascer, eu me deitava lá na cama. Às vezes, quando eu, eu tinha ele ali, puxava a bacia, já me sentava, caía a placenta ali, eu já... Forrava a minha rede, já me sentava aqui na rede, puxava a criança cobria com um paninho enxuto. Agora vai chamar a fulana para vir cortar o umbigo. Ele ia buscar qualquer uma mulher e ela vinha cortava o umbigo. A senhora não sentia dor, dor, dor, não? Não

Eu, se eu senti. Eu uma vez, eu estava com dor, eu não estava com dor. Nós tinha uma massa para torrar. Ele disse, Maria, eu queria ir pescar aí aquela massa. Eu digo, deixa aí que eu torro com Aí ele saiu e foi embora para pescar. e E eu fiquei. Mandei a menina fazer fogo no forno, comecei a torrar. Quando foi o negócio do meio-dia, começou a dormir. E aí eu suspendi a farinha lá e mandava ela puxar com o rodo. Até que terminei. Quando foi quatro horas, já fui para a cozinha, arrumei tudo. Com pouca lá vinha, ele chegou com um peixe, uma. Eu fui, tratei da, lavei com limão, caprichei, botei tudo, lá no forno. Digo, agora tome conta que eu vou tomar banho. Aí eu vou chamar a fulana, vai cuidar da comida para dar comida para as meninas que estão com fome, que hoje eu ainda não fiz nada para se comer. Aí eu fui para o Rio tomar banho, cheguei.

Eu digo, não. Quero só um pouquinho de caldo. Aí ele botou um caldo no prato, levou para mim. Eu bebi aquele caldo. Quando foi oito horas da noite, eu tive um menino. Esse menino eu trouxe para o Seringal. Com uns dois meses, quando eu cheguei aí, com seis meses que eu tinha chegado, ele morreu. E ele morreu de quê? O meu, o O menino? Pessoal diz que é aquela doença que dá em criança, aquele derrame, aquele ataquezinho que dá na criança. E na criança e na gente grande também dá. A senhora então teve quantos filhos? Conta de novo para mim. Eu tive treze. O primeiro, quantos anos a senhora tinha? O primeiro?

Daí com cinco anos eu tive a outra, em cinquenta. Foi em cinquenta que eu tive o. Em quarenta e cinco eu tive uma. E em cinquenta eu tive a, a, essa que eu tenho, que tem o. Essa quando Foi quarenta e, essa que a senhora teve com quinze anos, está viva? Não. Morreu. Morreu de quê? Morreu de, de uma hérnia e. Não teve jeito e sofria de hemorroida, ameba. Aí morreu. Grande ou. Não, tinha cinco anos. E essa que é essa mais velha que eu tenho aí, ela é de sessenta anos agora. Dia sete de maio. Essa vingou? Essa vingou. Aí depois dessa, quais, quais foram os outros que a senhora teve? Conta para mim.

Não, foi três.

Estava grávida, quando eu cheguei, abortei. Outro nasceu, não urinava, morreu. Outro nasceu, depois que nasceu, pegou não sei o que foi. Morreu. Três.

Essa que foi embora, que não voltou mais.

Eu sei que a derradeira

E tem uma, uma que nasceu morta. Mulher era só.

Cinco mulher. E dos homens foram sete? Foram sete. A senhora deu, chegou a dar nome para todos eles?

O, o, eu só, eu só dei nome para uma.

era só... Não, não dava nem tempo de, de batizar, porque padre lá era difícil ir. Lá onde nós morava era difícil ir padre, né. Eu, quando me batizei, tinha dez anos de idade. <laughs> É Eu me lembro bem, até a roupa que eu me batizei. Eu me lembro. Como é que foi? Aí meu, meu pai, meu pai, chegou uma mulher lá, dona Sinhá, né? Lá minha mãe tinha um menino, que foi até um que morreu de uma mor, picada de cobra, fez por aí Me contaram assim depois. A Aí ele foi convidar essa mulher, essa dona Sinhá para madrinha. Ela disse, ah, então eu vou chamar, vou trazer um padre aqui para batizar essas crianças. Aí passou o mês, no outro mês ela avisou, que era para se aprontar que tal dia o padre ia lá, na casa dela. E foi mesmo. Aí meu pai comprou uma citineta estampada assim de florzinha vermelha e levou para ela. Ela fez dois camisãozinhos para nós. Eu e minha irmã. Para nós se batizar. Até hoje eu me lembro daqueles camisãozinhos que ela fez. E o ternozinho do meu irmão foi ela que deu. Para batizar. Mas o batizado de antigamente não é, não chegava nem, esse de agora não chega nem os pés. Por quê? Porque antigamente o padre batizava, o padre botava um salzinho na boca da criança. As mães não seguravam a criança, quem segurava eram os padrinhos. Hoje em dia, quem segura as crianças para batizar é os pa, as mães. Os, as, as As madrinhas não seguram, ficam só dali se vigiando. Eu não, não, não conformo com isso, não. Porque a, a madrinha está segurando a criança. E quem está segurando a criança é a mãe. Eu não. É Antigamente, as mães iam se esconder lá se a criança chorasse. A mãe ia se esconder lá para trás para a criança não chorar por causa dela. Para batizar. É A senhora chegou a batizar quantos filhos? Eu, batizada minha, só foi o primeiro.

Quatro? Só quatro. As quatro meninas? Só. E um menino. E o menino é esse que caiu? Esse caiu, sim. Esse padrinho dele já era até um primo meu. O que que a senhora sentia quando perdia um filho? Ou a senhora já estava acostumada com? Eu fiquei. Hoje eu digo para essa gente, eu digo, gente, eu não sinto mais a dor da morte de ninguém. Porque eu me demais com morte. Eu tive filho meu que morreu. Botei uma caixa aqui. Botei o ca, o cor, o ca, o corpozinho em cima de uma tábua. No outro dia de manhã, meu marido cavou buraco no terreiro e enterrou, porque não tinha por quem você chamar uma pessoa para chamar. Para rezar? Chama quem? Era duas horas de uma para outra. Como é que a gente ia? Ele tinha medo de sair de me deixar em casa com a, com a, os crianças pequenas, os outros pequeno e o morto. E aí, ele mesmo cavava e enterrava. A senhora ficou assim já, a senhora. Ai, fiquei curtida já. Fiquei curtida, traumatizada que. Esse meu filho que morreu da queda, No que eu corri para pegar ele, aonde ele caiu, eu meti um pedaço de osso, de dente, sei lá de que era, de, de caça, no meu pé, assim, deste tamanho. E isso foi umas quatro horas da tarde. Aí nós baixamos, fomos lá para a casa do gerente, aonde o gerente morava, com o corpo do menino. De noite, quatro horas da madrugada, eu sentada perto da tábua onde ele estava, e o dono da casa lá estava Lá ajeitando tal, fazer um caixãozinho para botar o corpo dele dentro. Aí eu senti aquela dorzinha na palma do pé. Passei a mão Comecei a passar a mão, a gatanhar assim, topava, que era um negócio duro, um pau, uma coisa.

Aí ela pegou a lanterna do marido dela e veio. Ixi, dona, mas estrepe. Como a senhora se estrepou? Que não sente mulher? Tamanho estrepe no seu pé. Agora que começou doer.

Você espia se tu tira esse estrepe aí do pé da, da aí. Aí ele pegou. Naquele tempo não existia esse negócio de gilete, era navalha. Vamos fazer barba. Ele foi, pegou a navalha dele e veio. Aí começou, até que engatou. Ele puxou, foi que o sangue espirrou. Era deste tamanho aqui osso. Ficou buraco no meu pé. Eu fiquei tão traspassada com a morte do menino, que com a roupa que eu estava, eu saí. <laughs> A gente no Seringal vive do jeito que dá vontade, né? Então, eu estava só de calcinha e vestido. Com isso, eu fui. Para para onde estava o pessoal se juntarem, porque graças a Deus todo mundo gostava dele. E eu só de A mulher lá, foi que o ela era mais magra do que eu, foi ajeitar um vestido dela lá, até que ajeitou lá para mim tomar um banho e mudar o vestido. Eu fiquei lá quatro dias na casa dela, porque eu não queria nem voltar para casa. Na minha casa ficou carne de uma anta, um bocado no farol, um bocado na caixa, salgada. Eu estava salgando. A clina da anta, fritando no fogo, a panela, quando eu cheguei, estava todo o urubu tinha ca arrasado Comeu o que pôde. Que eu passei quatro dias para vir para casa. E lá não tinha suas crianças também, não estava lá?

Esses eu levei. E a, a Maria tinha um ano. Esses eu levei. Não tinha Não ficou ninguém em casa. E o marido? Foi também?

Então vamos voltar lá. A senhora cresceu, foi nesse seringal, nessa, nessa capoeira, lá na Lago do Baeta?

Lá que eu nasci e me criei. E aí a senhora criou lá? A senhora nunca foi para a escola?

Não tinha escola lá naquele tempo. O que que que as crianças faziam? Trabalhava na roça com os pais. Trabalhava fazendo o que que a senhora fazia? Eu com cinco anos desse tamanho, eu já tinha meu paneirinho de carregar a mandioca da roça para botar na água para amolecer e fazer a farinha. Isso a senhora fazia com o seu pai ou com a sua Com o meu pai e com a minha mãe, mas mais é com o meu pai, eu e minha irmã e meu pai. Minha mãe às vezes tinha uma criança pequena, quando não ficava fazendo cuidando da comida, Nós carregava mandioca depois que eu cresci, que eu fiquei moça. Nós carregava doze paneiro de mandioca, eu e minha irmã, para botar na água. Nós tirava dez de mistura. Rapava, ralado na mão, minha filha. Não era no motor não, era ralado na mão. O ralador, a senhora que fazia? É, o ralo era nós que furava com um prego, uma frande. Para relar. Acabava tirava a goma todinha ali, espremida na mão. No outro dia descascava e ia espremendo, torrava até dez horas da noite. Quem fazia isso? A senhora? Eu, minha irmã e meu pai. E isso era para comer? para vender, para nós vender, para comprar o açúcar, para comprar o café vende Ninguém comprava porque tinha os pezinhos da planta, a gente escolhia, torrava em casa mesmo. E a roupa? Para comprar uma roupinha, ele fazia pedido do patrão, o patrão comprava, quando era no fim do mês, chegava lá e pedia três cortes, já estava lá. A minha mãe era gorda, que fazia um vestido para minha mãe, se fosse um pano estreito, era seis metros. Minha mãe pesava oitenta e poucos quilo. Nossa! Era. Por que que ela era gorda assim? Não sei, e a vó e a mãe dela era tão magrinha. E esse lugar tinha patrão, tinha dono, essa terra? Tinha patrão, mas a terra era daquele que morava. Você pegava um pedaço dali para cá, outro ia pegar outro de lá para lá. Tinha o patrão, o patrão morava na vila da madeira. Mas o patrão, ele era patrão por quê? Que que ele Porque ele vendia mercadoria, açúcar o O a, a, Ele era o dono da barraca? Era e a As casas tinha lá porque é tudo plantar. Todo mundo lá nesse lugar que eu morava, que eu nasci, me criei, todo mundo lá vivia da roça. E vendia para ele? Vendia para ele.

E lá tinha índios morando perto também?

Se tinha, nunca vi, nunca falar, nem falar. Eu vim ver índio quando eu cheguei no Seringal. Lá tinha seringa também? Tinha, mas era assim, uma estradinha no no terreno, que ficava no terreno, né. Tinha as demarcações. Aquela estradinha que ficava ali dentro era do dono daquele terreno. Que era seu pai? Era, meu pai. Quando a sua mãe morreu, a senhora tinha que idade? Eu tinha vinte e dois anos. Ah, a senhora já estava grande. É, eu tinha vinte e dois anos. Eu eu estava criando a minha segunda filha, que era a E o seu pai, ele bebia? Não. Meu pai, quando foi embora daqui do Jaci, assim segundo me contaram, né? Quando ele foi daqui do Jaci, que chegou na barreira de Manicoré, quando foi um mês que ele chegou lá ele morreu. Aí meus irmãos que estavam em Manaus vieram buscar o outro meu irmão que estava com ele. Eu posso quarenta e seis anos sem saber onde eu tinha um irmão, onde eu tinha um parente. Por quê? Porque eu não sabia. Eu não sei escrever, eu não gosto de estar pedindo nada para ninguém que não gosta de fazer favor aos outros. Porque a pessoa, quando quer fazer um favor para os outros, não cobra aluguel e nem, nem fica reclamando. Essa menina é enjoada, só vive me pedindo para a gente fazer carta e tal. Até eu pegava, deixava de pedir para não estar escutando, eh. Que eu não sei ler, não sei escrever, né. Até eu tinha que pedir para os outros fazerem. Até que quando eu achei o meu tio, irmão da minha mãe, aqui em Porto Velho, ali na Rua Goiás, a mi, por sorte a minha tia estava lá que. Eles eram cinco irmãos, minha o meu, minha mãe, meu tio, depois o outro tio, depois a minha tia, depois o outro tio. Eram três homens e duas mulher. Quando eu achei ele aqui, por sorte a minha tia estava lá. Aí ela foi e disse, minha filha, como é que, que, que eu, eu acendi vela pela sua alma. Que eu soube que a sua irmã morreu, a sua outra irmã morreu, de grávida. Sua mãe morreu de resguarde, suas irmãs morreram grávida não puderam ter criança.
Eu pensei que você já tinha morrido também.
Acendi vela pela sua alma, né. Aí ela foi e disse, olha, eu tenho uma carta que o teu irmão mandou para mim em Ele foi lá em casa, quando ele voltou para Manaus, ele escreveu para mim que já tinha chegado lá. Disse, quando eu vim por aqui, eu vou trazer. Aí, quando ela veio, chegou aí, essa minha filha te veio aí na casa de titio, levou ela lá para onde nós morava Ela era um, uma cearense, era uma cearense toda brava, toda... Minha filha, como é que vocês vem morar num lugar desse, que a gente embarca nesse bicho do pé redondo, rastro comprido, minha filha, que era o ônibus que ela ia, foi para lá. Eu digo, não, titia, mas é assim mesmo, a senhora não veio bem, aí quando foi para me deixar, eu vim. Aí ela foi e trouxe a carta para mim. Eu escrevi três carta, mandei escrever três cartas, não tive notícia. Aí depois que eu cheguei em Porto Velho, a minha neta foi para São Paulo, aí ela vo veio passear e chegou, aí ela um dia ela disse para mim, vó, a senhora já teve notícia dos seus irmãos?

Porque, e a senhora ainda tem aquela carta? Eu digo, tenho. Me dê Eu digo, ah, já mandei fazer três carta, não vem nem notícia. Peguei e dei para ela. Aí o

Serralharia que eles tinham lá. Aí eu vim para cá e deixei ela lá. Ela pegou, fez a carta, mandou, comprou um envelope, botou. E mandou o irmão dela botar no correio. Quando eu cheguei lá, ela disse, olhe, eu botei a carta no correio. Se daqui com quinze dias não chegar notícia, eu vou mandar uma para o Si, botar uma pa, para o Silvio Santos, procurar seus pa, seus irmão. Mas tu está com muito trabalho. Quando foi o dia primeiro de janeiro, ela botou o endereço de uma mulher que mora lá na dona da onde vende, vende carro.

O endereço dela, ela tem uma caixinha lá no correio, né?

Ela disse, conheço. Ela disse, porque eu achei uma carta lá na minha caixinha com o nome da Dona, o teu nome e o nome da Dona Maria. E o nome de um homem que eu não conheço. O nome do homem é Luiz. Ela disse, cadê assim, então me dê. É da Dona Maria. Aí quando ela veio do serviço, passou lá na minha casa e deixou. Era do meu irmão. Ela vinha três cartas.

O João era o mais novo. Eles são os três irmãos mais novo, né. Eu sou a segunda filha do casal. Aí ele mandou. Aí sempre estava telefonando. Quando foi em junho, ele mandou carta para. Ele ia para Belém em julho. Fim de julho ele ia para Belém, nas férias dele. De Belém ele vinha para Porto Velho. Que a filha dele ia pagar a passagem dele. Para ele vir para Porto Velho, mas nas condição de ele me levar. Se ele não me levasse, que ele nem voltasse. Aí a senhora não quis. Não, eu fui. Aí quando foi dia, deixa eu ver, dia cinco de agosto, lá não existia quase telefone, lá no, no, no Guxé, onde eu morava, no bairro ali perto da, do Coabe, né? Aí ê, ele telefonou para a mulher dele e mulher dele telefonou para, para lá, para essa Sebastiana. Que ele tinha dito que ele, era o dia que era para mim pegar ele no aeroporto.

Oito horas da manhã do ou, do outro último dia da, do mês. Eu digo e agora, que eu não sei nem aonde é o aeroporto.

Aí ela disse, eu vou com a senhora. Aquela mulher para mim era uma benção. Vou com a senhora. Pegou, fomos Chegamos lá. Quando nós, nós estava lá na ru, sete de setembro, eu e ele ela disse, dona Maria, já vai dar oito horas. Para oito e meia não custa. Ele disse que o avião chegava oito e meia. Vamos perguntar. Vamos. Pega, se tem aí. Aí você chega lá, se o seu dinheiro não der, eu lhe ajudo pagar e depois você me paga. Bom, aí saímos e fomos embora. Quando nós ia chegando, chegando lá perto, o rapaz perguntou. A senhora vai esperar alguém? Digo vou Ele disse, mas eu sempre vou atrás, de pe, pegar passageiro aí. Gente que vem de viagem, eu digo não. Aí ele passou o rádio para lá e a moça disse, pois se ela vem esperar alguém do avião, o avião está chegando. Ele disse, minha nossa senhora, que coisa é essa? Aí nós fomos, chegamos lá, subimos, quando nós chegamos lá em cima, o avião estava aterrissando. Aí ele vinha descendo, ele disse para o rapaz que vinha com ele. Disse, eu vou aqui atrás daquela mulher, daquela senhora que está lá em cima, da cabeça branca. Era seu irmão? Era meu irmão. <laughs> Quanto tempo a senhora não via ele? Quarenta e seis anos Nossa. Quando ele saiu de perto de mim, tinha Mas assim, então, quando foi que a senhora deixou essa sua, seu lugar? A senhora saiu de lá quando? De De lá, da onde eu morava? Eu Eu saí de lá em cinquenta e oito. Por quê? Porque meu marido queria vir para o Seringal. Para Rondônia? É. Seringal Porto. A senhora casou, foi lá mesmo? Foi Casei lá mesmo. Ele queria vir. Em cinquenta e oito nós viemos para o Seringal. Ele entra no, nos Machado, um afluente dos Machado. E por que que ele queria vir? Porque o homem passou lá convidando ele. E os homens, né, não sei se é tudo, mas a maior parte que eu conheço, quando se despenca para ir para um canto, a mulher não empata. Não diz, não, ninguém não vai, que eu não queria vir. Ele, não, não. ainda quis ficar. Aí vocês vieram para cá? Aí vinha para ir para o Seringal. Como é que era o Seringal? Quantas pessoas moravam no Seringal? Vixe

Tinha três depósito de, de de gente. e E para dentro para, para o lado eram as e, as se, as estradas. Para cá estrada, para ali é estrada, tudo é estrada. Você veio morar aonde? Numa casa? Eles deram a casa para a senhora? Eles deram a casa. O primeiro lar, a primeira colocação que eu fui morar, quando vinha uma chuva, eu ficava sentada aqui, os filhos ao redor de mim, uma lona na cabeça. Era isso a casa? É Era, a casa era essa. No começo, logo que a gente chegava, era assim. Depois, se a pessoa tivesse coragem, fazia outra casa, porque madeira tinha muita, palha tinha A casa não era uma casa, era só uma lona? É Era só uma lona. Vocês dormiam assim na. É. Na areia? Aí já, a gente já, aquele primeiro mês, aquela primeira semana, a gente tirava madeira, fazia palha tudo, fazia um barraquinho, cercava de palha, cobria de palha, pronto, aí se melhorava. E vocês comiam o quê?

Era perto do rio? Era o rio. Hum. Rio Preto. Aí era peixe quem pescava? Seu marido? É, meu marido era eu. Só peixe? Peixe, paca. Matava uma paca, matava um mutum, matava um jacu. A senhora que caçava? Não.

Ele. Nessa altura a senhora estava com quantos filhos? Quando eu vinha eu tinha a

Eu tinha quatro, com esse que morreu quando eu cheguei lá no Seringal. Eram quatro. E aí, como é que é? Ele fazia a Seringa e como é que, para que que vendia a?

Já morreu também. E ele pagava bem pela. Não Minhas filha andava era coberta de remendo. A roupinha dela, para não andar nua, andava coberta de remendo. Cabelo até a cabeça, porque não tinha um pente para pentear cabelo. Não tinha nada? Não tinha nada. No barracão. Se o seringueiro não fizesse borracha, se no meio não tivesse borracha, ele não, não, não comprava nem uma, um grãozinho de açúcar. Ele não vendia fiado de Se não tivesse borracha, ele não vendia. Então ficava só no peixe? Só no peixe, só no peixe com farinha, porque a farinha era a gente que plantava a mandioca, fazia a farinha. Então cada um fazia a sua farinha e a sua mandioca? Cada um fazia, eh. Era muito difícil ir farinha para lá para o barracão. E era muito, muito, muito com, difícil conseguir a borracha ou tinha borracha? Não, eh, era difícil, porque as estrada era ruim, ajudava não. Aí vocês ficaram quanto tempo nesse seringal? Eu fiquei dezoito anos. Nesse? O seu marido morreu, foi lá? Foi lá. Com quanto tempo de seringal que ele mo, morreu? Ele morreu com dezesseis, dezesseis anos nós estava lá. Depois dele morrendo eu passei mais dois anos. E aí ele morreu, o que que aconteceu? A senhora ficou com o filho? Eu fiquei com uma, uma filha de oito anos, outra de Encontrei a vez de grávida dessa minha filha. Eu moro agora com ela.

O que a senhora fez? Eu fui pedir para o, para o gerente arrumar um jeito de me mandar ao menos para a estrada do oriente para mim vir embora procurar a minha família. Ele disse que não ia me mandar, que ele precisava de mulher solteira lá no Seringal. Eu mandei ele buscar a mãe dele. e as irmã dele, e a filha, a mulher, e botar lá para rapariga dos seringueiro, que não tinha mulher. Ele disse, você é atrevida, eu digo, atrevido é você. Quer fazer negócio com a minha vida, você faz negócio com a sua. Aí disse uma pala, um palavrão para ele lá. E aí, o que que ele fez? Aí ele Ele não disse nada, não queria que eu pegasse nada do armazém eu digo, eu não converso com o porco, eu converso com o dono dos porcos. Eu vou conversar com o chegar aqui. Dona Maria como é que está. Eu digo, eu quero, eu quero mercadoria

Não é porque meu marido não, não está, morreu, que eu não tenho borracha, que eu vou morrer de fome com as minhas filhas. Pode pegar no armazém do que a senhora precisar. Eu digo, porque o seu gerente não quis me dar nada. Queria que de, que eu ficasse aqui. Não, senhora. A senhora vai sair daqui. Por água não dá da senhora sair, porque no verão não tem, são cinco cachoeiras para passar. Não dá de sair. Então, mas a gente vai levar a senhora aqui pela estrada do Oriente. Aí ele levou. Ele não le, levou nada. Vinha embora para Porto Velho. Eu me, aí eu me ajuntei com um maranhense velho que tinha lá que fazia farinha. E peguei o, os animais lá do gerente e nem pedi. Mandei o tropeiro amarrar e botar a bagagem em cima e trazer para a estrada do Oriente. É, porque tinha que fazer assim, porque a gente, se fosse rebaixar para ele, ele ia tarrafiar, pegava a bacia assim, cheinha de peixe de pacu. Ele não Você pensa que ele não me dava nem a escama. Eu digo, eu não preciso, miserável, tu vai morrer de fome. Ele já morreu e eu ainda estou vivendo, graças a Deus, né. Mas ele pegava a bacia de peixe? Pegava a bacia de peixe com a tarrafa, tarrafiando no garapé, mas não tinha coragem de dizer assim, a senhora quer um peixe, dona Maria. Eu botava minhas filhas na canoa, as duas, e ia pescar. Eu chegava, comia o peixe e fazia para mim comer com as minhas filhas. Gente, a minha história, a minha vida, se nós for, se eu for con, fosse contar a minha vida que eu já passei, nós vamos sair daqui seis horas ou sete da noite. Eu já passei, já sofri demais. Hoje em dia eu estou bem. Eu só não sofri mais porque eu não era mulher doentia, de viver doente. Mas minha filha está aí. Minha filha está aí, graças a Deus. Ela Hoje, ela diz para o filho dela, olha, a minha mãe, minha mãe nunca me deu um beliscão. Hoje em dia, os filho apanha, os filho faz e acontece. Minha mãe nunca me deu um beliscão, mas nunca eu disse um não para a minha mãe também. Está aí, eu botei para estudar. Queria ir na festa, vai! Depois que ela já estava de maior, quer ir para a festa, vai minha filha. Você quem sabe o caminho. Você não já lê um pouquinho? Você sabe o caminho, qual é o melhor. Você cai se quiser. Eh Ah, mãe, eu queria ir para o Ji-Paraná. Vai, eu pegava Aí ia lá no mato, pegava, juntava minha borrachinha, imprensava, vendia, pegava o dinheiro, está aqui o dinheiro, vá. Está aí, ela pode ver. E eu chegava da, da, da estrada, uma hora dessas eu estava lá na roça, montoando pau, queimando para plantar, para fazer, ter farinha também para ajudar a borracha. Mas eu comprava meus, fazia o meu, comprava meus lençol, comprava minhas roupa, pano, eu comprava roupa, comprava os sapato dela, comprava o leite, comprava bolacha, não faltava nada dela. Pode dizer assim. Nunca teve um dia de dizer, hoje eu não tenho leite para mim tomar, não tenho a bolacha Isso a senhora fazia na mandioca ou no peixe? No peixe. Mas a vida mudou muito depois que, que o seu marido morreu? Para mim mudou. Mudou como? Mudou porque eu não tinha mais quem mandasse na minha vida. Quando eu quisesse fazer uma coisa, eu ia fazia. Melhorou?

Quando ele estava vivo, se eu quiser fazer um serviço por acaso, ele pedia para mim fazer um serviço para você ali. Que que tu vai fazer serviço para os outros? mulher é para estar em casa. Ah, então quando ele morreu ficou melhor? Ficou, para mim ficou. Me esculhambava, me xingava, que eu era isso, eu era a mulher isso, <sighs> e eu era a sem vergonha, que eu era fêmea de fulano, eu era fêmea de Bertano. No dia que ele morreu, antes dele morrer, quando ele melhorou da, que parou mais a diarreia, que ele se ajoelhou na minha frente e pediu perdão. Maria, pelo amor de Deus, me perdoa. Porque eu pensei que tu era, eu falava que tu era sem vergonha, mas o sem vergonha fui eu que te traí de três anos. A fulana está grávida de mim. Olha Eu digo, vá, meu filho, vá com Deus. Deus te leve para onde você merecer. É. Toma um café, tomar um banho, que você está Duas noites que não dorme. Eu não deixo você dormir e tal. Aí eu saí. Nem tomei banho. Botei um café no caneco. E saí bebendo lá para dentro, escutando assim. Aí não via remorso, não vi gemer, não vi mexer nada Aí eu fiquei ali. Aí eu, o mosquiteiro estava arriado, que era mosquiteiro que a gente usava. Estava arriado ali. Aí eu suspendi o mosquiteiro assim. Do jeito que ele deitou quando eu saí, ele estava. Mas estava morto. Aí eu chamei o homem que estava numa casa de farinha, que tinha bem pertinho assim, ele veio. Ô Dona Maria, a senhora não viu, eu digo, não, ele mandou eu sair. Ele não queria que eu visse ele morrer. Ele já morreu. O problema é dele. Se fosse eu, mãe, ele já ia arrumar outra mulher, botar a buchuda para dentro de casa. Mas aí a senhora enterrou ele ou Não, o pessoal enterraram ele. A senhora não foi nada?

Enrolaram numa rede, levaram, cavaram um buraco, botaram lá dentro e jogaram terra em cima. A senhora foi lá rezar ele, fazer nada? Só ficou, foi na brava mesmo? Fiquei na minha lá, no meu cantinho. E a mulher lá, a buchuda, o que que aconteceu com ela? Lascou para lá, não foi, não foi, nem perguntei, não quis nem saber. Pessoal dizia, ah, a senhora não vai falar nada com ela, não vai dar. Eu digo eu? Quando ela quis dar o o rabo para o meu marido, ela não veio pedir licença de mim nem me dizer nada. Portanto, ela que se dane para lá. Pessoal dizia, mas a senhora é ruim, Dona Maria, eu digo, sou Que se fosse eu que tivesse errado, ele não ia achar bom também. Como é que eu posso achar bom ele ter errado comigo? Não ter me respeitado. Eu sou muito vocês que eu sou muito burra, sou muito ruim, ignorante, sei lá como é que é a palavra. Eu sou assim. Eh. Aí a senhora ficou com as três filhas, não foi? Três e o menino, não. Não, fiquei só com as dua, com as duas e a outra no bucho ainda. E como é que a senhora fez para nascer essa última, então? Ah, bem. Tinha um, um compadre meu lá . Eu fui para a casa dele e ganhei lá na casa dele. Quando ele pensou que não, eu já queria cortar. Isso a senhora estava morando nesse seringal? Eu estava morando no seringal, nesse seringal. Aí depois a senhora saiu do seringal e foi morar aonde? Quando eu saí do seringal, eu vim para cá para a estrada de ferro. E veio para cá por quê? Porque atrás de para mim sair lá do Seringal, eu me juntei com um Maranhense. Aí, quando chegou em Porto Velho, lá o, o, o, um tal de Nerto, foi e convidou ele para vir para cá, para tomar conta de um serviço dele aí. Lá nós viemos.

Aí, quando chegou aí, eu disse para ele, digo, olha, seu Nerto, eu vou ficar aqui por uns dias para mim arrumar um dinheiro para mim ir embora. Eu não vou ficar aqui que minha filha está doente e não vai morrer aqui, não. Aqui não tem médico, aqui não tem ninguém que trate de ninguém. Não, dona Maria, que que é isso? Isso que acontecer alguma coisa? Mas só para enterrar eu não preciso. Eu quero é que me ajude. Aí eu primeiro, passei quatro meses, cinco mês, quase cinco meses lá. Aí eu comecei criar galinha dentro de, de quatro meses. Eu arrumei de, dez, duzentas

Comprava milho para criar galinha e vendia ovo para o pessoal do Iba, que morava perto de mim.

Vendi para ela, peguei o dinheiro aí, ah Maria, eu vou te levar. Levar com o que? Porque o dinheiro do teu almoço é para cachaça. E esse outro bebê. Esse maranhense? Era Quanto tempo a senhora ficou com ele? Ainda fiquei seis anos, quase sete. E ele era, era infernal?

É, ele era enjoado. Quando ele bebia, só falava de me matar e beber meu sangue. Só ia beber o sangue daquela negra sem vergonha. A gente não soube te criar. Um dia ele pegou a espingarda e, e ele não me matou porque a menina tinha da espingarda. Como é que foi isso, dona Maria? Conta para mim. Nós morava na bê erre, e ele veio do bar com a cara cheia de cachaça, chegou lá, entrou lá para gente, pegou a espingarda. Aí a, a jo, a jo, a Maria disse, mãe... Ela chamava ele de pai, mas não era pai dela. Mãe, o pai com a espingarda. Aí quando eu entrei na porta assim, ele vinha saindo, engatilhou a espingarda. Quando ele bateu, teco! Aí eu corri em cima dele, peguei na espingarda e rodei assim, tomei da mão dele. Joguei para um lado, coronha para outro e fiquei só com a espingarda na mão. Digo, agora vem, negro sem vergonha do diabo. Tu vai encher o rabo de cachaça e vem querer me matar aqui. Vem! Vem que eu vou partir tua cabeça com esse cano de espingarda. Você é doida, mulher? Digo, doido é você. Aí eu arrumei minhas coisa e larguei ele lá. Ele vendeu o nosso terreno lá, nossa casa, a minha roça, o meu arroz. Por causa desse, desse arroz que eu plantei lá, eu apanhei de um crente, uma paulada com um pedaço de pau aqui, que virou um tumor desse tamanho. Por causa do meu suor que eu plantava para comer com as minhas filhas. E ele não saía do bar desse homem bebendo. Eu vim para Porto Velho, passei dezesseis dias na delegacia. Mandou, o delegado de Ariquemes mandou, para Ji, o homem para Ji-Paraná atrás de advogado e veio me acusar que eu disse que eu roubava feijão na roça.

Eu já conhecia o, que o delegado desse tempo era irmão do finado

Eu não gosto de feijão. Se eu gostar de feijão, eu planto, como eu planto arroz e macaxira. Mas eu não gosto. Esse homem veio me acusar. Eu digo, o senhor podia. Por mim, ele ia era para a chave. Porque ele me bateu para, está lá meu arroz para todo mundo ver lá. Por que que ele bateu na senhora? O meu arroz embuchando, aí ele botou cinco homens para capinar meu arroz lá, para plantar o dele, que o terreno não é dele, é meu. E ele veio me chamar de galinha, de cachorra, de puta, sem vergonha, e pegou o pau e me bateu. E aí, o que que o delegado fez? Nada. Não fez nada. Eu digo olha Se eu fo, ele disse, olhe, você vai dar dinheiro para dona Maria se tratar. Eu digo, eu não quero um centavo, seu Edgar O dinheiro que ele vai me dar vai ficar de esmola para ele. Eu vou ver ele daqui com três meses puxando uma cachorrinha. Foi dito e feito, minha filha. Ele Ele, desceu, tinha uma casa de dois andares, desceu para baixo, Fechou o restaurante dele. Com três meses, ele andava com a camisinha da e uma sacolinha na mão. Andando de cara para riba lá no meio da rua em Ariquemes. Ai, ai, ai Que boca, dona Maria! <laughs> Mas, rapaz, eu mereci. Para que que ele foi fazer aquilo comigo? Eu disse para ele, digo, seu, seu João, quando eu tirar esse arroz aí, o senhor quiser plantar, o senhor pode plantar. Que eu plantei isso aí por causa da terra, que estava limpa, bonita. Você é uma galinha, você é uma vaca, você não vale nada. Pegou o pau A minha filha se, se lembra todinho disso. Me bateu o pau e eu caí no chão. O ca o O, o rapaz que me trouxe para Porto Velho foi um cara do quinto Ele disse, eu vou lhe entregar lá na delegacia logo. Eu digo, não. Me deixa por aqui mesmo. Eu peguei e deixei as minhas filhas na casa da, da irmã dela, as duas meninas. E vim para Porto Velho. Passei dezesseis dias lá esperando por esse delegado. De Ariquemes para trazer esse homem. Daí me acusaram de roubadeira de feijão da roça. Ai! Até hoje eu tenho ódio daquele homem.

Não sei nem se ele já morreu lá para Ariquemes. Para lá ele ficou. Eu vim embora. A minha vida foi triste, minha filha. Mas graças a Deus eu tô viva. Quero que Deus me dê mais uns anos de vida para mim ainda ver mais coisas. Aí a senhora ali de, da delegacia, a senhora ficou, foi em Porto Velho, mesmo, saiu Fiquei em Porto Velho. Como é que a senhora arrumou uma casa em Porto Velho? Hã? Como é que a senhora arrumou uma casa lá? Para ficar? É É. Não, tinha uma conhecida minha lá, eu fiquei só não, naquela hora, depois eles foram me levar lá na delegacia. Mas aí depois a senhora mudou para Porto Velho? Ixi, eu mudei, custou muito, ainda. A senhora voltou para a terra? Voltei.

Depois disso eu larguei ele, ou esse marido larguei ele e ele disse que eu ia largar ele e ia morrer de fome. Eu digo, eu não morri aqui porque quem trabalha aqui sou eu, não é tu. Aí você está muito orgulhosa, vai deixar o rastro, eu digo eu vou pisar em cima do capim para não deixar o rastro. Você está muito orgulhosa, eu digo, tenho fé em Deus, não em você. E ele vendeu lá, quando chegou em Porto Velho, deixaram ele com a roupa do corpo. Não, minha filha, eu di, o, hoje eu estava dizendo, tem um homem lá que alugou minha casa, foi embora, saiu de lá, não pagou o aluguel. Eu digo, ele ainda vai vir de joelho pedir esmola de mim. Para ele largar de ser sem vergonha. Tá doido, né? Mas e aí, dona Maria, depois disso, o que que mais aconteceu? Aconteceu, foi muita coisa. Ah Aquela que vem ali que é minha filha. Aquela magrinha ali? É, é

Uma noiada arrumou um bucho e foi lá para casa dele, teve o filho lá. Quando estava com quatro meses, o filho, ela largou o filho lá na cama e foi embora para a vida dela. E ele ficou criando o filho, ela dizendo que era filho dele. Comigo ele interou seis mulher, nunca teve um filho. Então com essa noiada que ele ia ter um filho. E aí ele ficou criando? Ele ficou criando. Aí quando ele, eu soube que ele tinha morrido, eu fui lá. Aí o marido, o homem que estava, que a mulher dele cuidou, ficou cuidando do menino, disse assim, Dona Maria, se os documento dele combater com a certidão de casamento que a senhora tem, A gente vai já para o juiz para dividir o, o que o, o ele deixou, que foi a dele tudinho, que ficou para o menino, vamos dividir com a senhora. Mas, infelizmente, quando ele foi roubado, que ele tinha outro documento, ele tirou com outro sobrenome. Aí não combateu com a certidão de casamento. Aí Dona Maria, aí me conta, depois a senhora ficou, morou, foi morar quanto tempo em Porto Velho? que eu morei dezesseis anos em Porto Velho E por que que a senhora foi para a cidade? Né Porque eu fiquei sozinha. Minha filha casou e eu fiquei sozinha, aí. Eu não vou. Eu fui no Inca para mim tirar um terreno. O Inca disse que não podia me dar um terreno porque eu não tinha um filho para trabalhar comigo. E aí, como é que eu ia ficar?

Também já estava querendo vender lá para vir embora, né. Aí eu peguei e vim embora para Porto Velho. Ela já tinha vindo aqui para o Jaci. E aí a senhora ficou fazendo o que lá? Que, ela ela Ela morava em Itapuã, com o marido dela. E eu morava lá com a outra, mais velha. Aí enfim, digo, eu vou paro Porto Velho. Pessoal, vem, vem que aqui tu arruma um serviço, um emprego para ti. Aí eu disse, eu arrumei mesmo, empreguinho. Só lavagem de roupa eu tinha treze lavagens de roupa. A senhora ficou trabalhando de lavar de lavar roupa. Aí fiz minha casinha e tudo. Lá? Lá Lá em Porto Velho. E foi bom morar lá? Foi, para mim foi bom. Eu nunca Era, era muito agitado, mas graças a Deus comigo nunca ninguém se Nunca. E a senhora ficou vivendo disso, de lavar roupa? De lavar roupa. <coughs> E aí quem que veio aqui para Jaci, para a senhora vir para cá?

A senhora decidiu vir? Foi aí eu vim. Já mora lá, eu digo, eu vou para lá. Eu peguei vendi minha casa lá em Porto Velho para comprar aqui. E aqui a senhora comprou. E agora a senhora está fazendo o quê? Está vivendo com que dinheiro? Com o dinheiro do Amparo, que eu não sou aposentada. Eu recebo o Amparo do governo federal. Não é aposentadoria, é só um Por que que não é aposentadoria? Porque eu não sei. Eu não sei que eu fui no i ene esse esse, dei tudo, fiz tudo os encaminhamentos. Quando me apareceram, eu fui com esse amparo do governo federal. Diz que porque eu não tinha pagado previdência. Não sei se uma pessoa que nasce e se cria na roça, no mato, vai saber o que é previdência. Uma analfabeta que nem eu, né? Vai saber o que é previdência, o que deixa de ser, né? Se eu tivesse uma pessoa que me explicasse, me ensinasse o que era e o que deixava de ser. Aí essa casinha que a senhora comprou aqui, ela, ela vai. Eu preciso falar um instantinho, só um minutinho. Aí a senhora, sua filha veio aqui para, para, para cá e a senhora veio e ficou junto.

Não, eu vim... Faz quanto tempo isso? Eu vim, ela veio na frente, ela está com aí com dezoito anos ou mais, dezenove anos, já que mora aqui no Jaci E a senhora? Eu fazer sete anos. O que que a senhora está achando daqui? Se ninguém brigar comigo, ninguém me expulsar, eu todo canto eu moro. Mas a senhora vai ter que se mudar, né? Por causa da barragem? Não. Se eu me mudar, todo mundo se muda. Minha casa é lá. Minha A casa dela que eu moro é lá no, em frente ao colégio Coralina. A senhora acha que já se mudou muito depois que começou a história da usina? Eu acho de, de, de perversidade, eu acho.

O que que aconteceu? Ixe Está acontecendo tanta coisa aí, morte aí eh, gente noiada aí, eh gente roubando aí. Isso foi depois que chegou o pessoal de fora? É, porque antes de ter esse pessoal aqui, essa minha filha deixava um varal de roupa na casa do poço, lá do poço dela, passava dois, três dias lá, cheio de roupa, e não roubava, e agora até chinelo de lado, se deixar fora rouba. Só pode se, se desconfiar dos que chega, né? É lógico, né? Mudou muito então, né? Mudou. Que mais problema que apareceu? Eu sa, sabe que eu quase nem sei, porque eu não ando e eu não gosto de conve, estar conversando, perguntando fulano, beltrano Mas depois desses problemas comigo, eu quase nem ando por aí. Só mesmo isso, porque eu escuto o pessoal lá falando, não, fulano roubou, fulano enrolou em tal canto. Um dia desses, entraram lá no mercado do, de um homem lá, ali na rua, está ao lado do Colégio Coralina, bem na esquina assim, entraram lá. A valência dele é que o filho dele estava lá dentro. E viu o pessoal, se escondeu lá. Ficou escutando. Quando ele viu que eles estavam pegando as coisas lá, um com revólver e o outro pegando as coisas, Ele pá para a polícia, no celular A polícia pegou os caras lá, em flagrante mesmo. Ele fez ele entregar tudinho e levou. Por isso que eu tenho medo, viu? Eu tenho medo de ficar até só lá na casa dela, que lá na casa dela é bicicleta, é moto, é carro, é tudo, né?

O meu sonho agora? É que Deus me dê muitos anos de vida e saúde para mim viver até o dia que Ele quiser. Eu não tenho vontade de ficar rica, eu não tenho vontade de usar e luxar com isso, com aquilo outro, não. Meu sonho, minha vontade é que Deus me dê muitos anos de vida e saúde e eu viva. Meu sonho é esse. Porque casa em todo, eu sozinha moro em todo canto. Não tenho filho para andar atrás de mim chorando, nem mexendo nada de ninguém. Está bom. Obrigada, Está bem, obrigada.